E um anos. <laughs> E seu nome artístico?

Então, ele pediu, o Milos pediu, para uma se pudesse arrumar um outro nome. Como eu já era chamada em casa de Marisa, eu resolvi ficar com Marisa, que Quando eu nasci, meu pai queria pôr o nome de Maria Luiza porque tinha perdido uma irmã com esse nome. E minha avó tinha perdido uma filha com o nome de Beatriz e ela queria que eu me chamasse Beatriz. E meu pai não pôs e ela ficou muito brava. E ela morava em casa e ela me passou a me chamar de Marisa. para questionar meu pai. Fica meu, mas não fica o dele também. E eu até esquecia que eu era Maria Luisa. Só era me chamar de Marisa. Então, eu optei por Marisa quando foi no balé.

E o nome dos seus pais e dos seus avós?

Ele abriu comércio, lidava com máquinas agrícolas pesadas, importava e exportava.

avós paternos, maternos? Eh, meu avô, hã

Ele foi um dos hum, dos que fez a bandeira paulista, junto com o Júlio, Júlio Go, Júlio Gomes, não, Júlio, Júlio Ribeiro. foram que desenharam a bandeira paulistana. Ele era bom também muito artista, ele era pintor, ele ele fazia quadros na ponta de alfinete, aquelas coisas bem miniatura.
É isso.

Dos dois lados. Até tem um episódio muito interessante, que meu avô, quando ficou noivo da minha avó, ele tinha um quadro muito bonito, que era um para a sala de jantar. Era um, uma mesa com uma toalha caindo e um cacho de banana, uma moringa, que naquela ocasião usava de barro. Era típico para a sala de jantar, era um quadro lido. E deu para a minha avó quando eles ficaram noivos. Mas daí a minha bisavó não achou bom o casamento porque ele era viúvo, já tinha filhos grandes e naquela época separou. Daí ele pegou, ela pegou, devolveu o quadro e ele não tinha o que fazer com o quadro, ele doou o quadro para a família do meu

Deu para a igreja. Depois, na daí a minha avó refez o o noivado, casou, teve a minha mãe, os outros casaram, tiveram meu pai. Daí, quando eles viram, falaram, ah, é mais que justo que o quadro volte para a origem. Deram para o meu pai. E o quadro voltou para casa, que era da minha mãe. Então, engraçado o itinerário desse quadro. E ele era um pintor muito Os dois eram de famílias protestantes.
Mas tem assim uma origem alemã, alguma coisa?

Da família do meu pai tem Suíça. Isso que eu tenho um um, assim um jeito claro assim, mesmo sardento. Bem de Suíço. Ela era, ela veio para, como uma governanta para ensinar, porque naquela época não tinha escola. Então, eles chamavam governanta, ensinava francês, ensinava toda para, na casa do meu pai, que tinha dez filhos. Então, eles, e essa governanta, não, isso é na casa do meu avô, está vendo? Não é nem do meu pai, mas era tudo também, um monte de filho.
Maravilha. E que eh, você tem irmãos?
Eu tenho seis, cinco irmãos. São quatro homens e uma mulher. Eu sou a do meio.

Como é que chama a agência dele? Daqui a pouco eu lembro.
E como é que era a convivência assim entre irmãos, nessa casa?
Ah, era era assim, a casa onde todos os primos queriam ir, todos os primos queriam dormir, era uma folia eterna, e falavam, até falavam assim, que era, do mundo nada se leva da minha casa, porque a gente fazia uma uma folia constante, estava sempre em em brincadeira, se a gente se bastar, quando a gente ia num aniversário, quando a gente chegava, pronto, a festa já estava feita.
Porque era muita gente. Tinham muitos primos?
Tínhamos bastante primos, mas eu digo, quando chegava seis numa casa, a festa já acontecia.

O que que você lembra assim dos arredores da sua casa?

E com uns dez anos eu mudei ah, da Bela Cinta, eu lembro de subir ela a pé para pegar o bonde da Avenida Paulista, aqui para a escola. E depois eu fui morar na Barata Ribeiro, esquina com a Peixoto Gomidi. Era uma casa linda, enorme. E essa casa até foi demolida e fizeram um prédio tão feio que dá dó. Era meio quarteirão a a a, a casa. Tinha um jardim muito gostoso. E essa casa tinha uma coisa engraçada. Ela, por fora, tinha uma janela Que ficava sempre aberta, e a gente dentro, mas não tem janela, então a gente fazia todo um mistério, que era um quarto, que devia ter tido um assassinato, que alguma coisa, que fecharam o quarto, e a gente, então meus irmãos queriam entrar por fora, pela janela, depois nós ficamos sabendo que era um banheiro que entupia, que entupia, que entupia, eles fecharam. <laughs> Mas nós fantasiávamos, era, porque tinha alguma coisa. <laughs> Ai, engraçado.

E e. Assim, mas de pequena, eu tinha assim, minha mãe sempre falava, eu sempre gostava de música, eu gostava de dançar. Desde três anos, eu pegava véu, pegava, a mamãe fala que eu pegava o véu do cortinado e eu dançava. Isso, eu me lembro que tinha, eu gostava muito de La Permedie d'un Faune, porque minha mãe tinha muito disco, gostava, tocava piano muito. E sempre eu dançava, eu estava sempre dançando, porque não podia ir. Na época, minha mãe gostava de ver o da El Dourado tinha o horário de almoço, era o horário de concerto, então ela ligava. E se ligasse a música, eu não comia. Eu ficava dançando com a colher, com as coisas e não Então, eu sempre gostei de dançar.
E ela te incentivou, assim, musicalmente, ela ela tinha
Ela tocava muito música, ela cantava tocando piano. E daí nós éramos muito amigos do Nicanor Miranda. E ele falou, ah, você tem que pôr essa menina numa escola.

Era uma professora russa e era muito boa professora. Mas era um se, uma professora pequena. Daí quando eu estava com uns dez anos, eu sempre ia dançar, o Nicanor chegava em casa, ele pedia para dançar e punha música e eu dançava. Então ele falou que eu tinha muito talento e que eu não devia de ficar nessa professora, que eu devia de ir ou para a Lina Bienarca ou para a Maria Oleneva.

O Nicanor?
O Nicanor.
Para a gente localizar, você explica para a gente quem é o Nicanor, que acho que ele merece. É
O Nicanor Miranda era um crítico de arte que foi, na época era muito popular, ele escrevia no Diário de São Paulo e não lembro que outro jornal.
E ele era amigo da
Ele era amigo, ele era primo da minha mãe, uma coisa assim, né?

Então, ele falou que eu devia de pôr numa escola melhor. Daí, ele falou que eu de devia de ir para a Lina, porque a Lina tinha um corpo de baile muito bom, era Lina e Oleneva. E daí eu entrei na Lina, nesse corpo de baile que tem uma foto, que é né, dessa época, eu tinha uns dez, doze anos, quando eu fui para a Lina.

Então, o que mudou é que eh, a Lina, ela tinha um corpo de baile, e ela já montava balés de repertório. Então, eu já entrei dançando sílfides, foi eh, fui corpo de baile de sílfides. E daí eu comecei fazer aula todo dia, coisa que eu não fazia, porque no corpo de baile, quem entrava nesse tinha que fazer aula todo dia. Então, daí eu passei fazer aulas diárias, E era no Instituto Jaguaribe. Era um lugar muito bom. No final, a gente tinha os camarins da gente fora. Era já um sentido, não era profissional, porque naquela época não existia o profissional, mas era uma coisa bem semiprofissional, assim. A gente não ganhava dinheiro, mas era muito rigoroso. E a gente excursionava, ia dançar em Santos, em Ribeirão Preto, em Araraquara, num monte de cidades do interior a gente excursionava. E e lá era gostoso porque eles tinham, tinha piscina, tinha, e eles davam uma ducha, ducha escocesa. Ah, então a gente saia suada do, hã da aula e ia tomar uma ducha, era muito gostoso. E e a, a Lina trazia pessoal de fora importante, Olga Ferri, o Lomi que, do Teatro de Buenos Aires, montava umas coreografias também que eles traziam. E o interessante é que na Lina, Eu conheci quem ia ser meu atual marido, mas nunca imaginava que um dia ia namorar com ele. Porque na época eu tinha uns doze anos e ele tinha uns vinte, vinte e dois. Ele já era primeiro bailarino lá e eu era, <laughs> eu era, <laughs> eu estava entrando, garotinha, e E eu lembro que encontrava com ele, eu pegava, eu nessa ocasião eu morava na, na Peixoto Gomide e eu pegava na, com a Barata Ribeiro. e eu pegava o ônibus na, o bonde na, na Paulista, e O bonde virava e ia até a Jaguaribe, descia a Angélica. E eu me encontrava com ele no bonde. E eu fingia que não via, porque <laughs> eu não queria ir conversando. Eu era muito sem jeito assim, para ir Então eu ficava meio para trás, deixava ele na frente. E depois nós viemos casar. <laughs> tinha vergonha? É, ficava sem jeito de ir conversando, era tímida.
E descreve para a gente como é que era a Lina, que é uma figura emblemática.
Ah, ela era sim, porque então eles fala, eh o, até o Nicanor falou, a Lina é muito rigorosa, é aquelas que, <laughs> que é muito durona, Oleneva já é mais, mais aberta, mas ele achou que eu devia de ir, de ir na Lina. E o engraçado é porque tem outra que era prima nossa, que também era conhecida dele, que era Yolanda Verdier, E ele mandou Yolanda Verdier ir e não, e não e não sei porque para mim ele achou que eu tinha a cara da Lina que eu precisava alguém de rigor, <laughs> e a Lina era muito rigorosa e, mas e comigo eu fui muito companheira dela e depois eu lecionei durante muitos anos para ela, mas ela era uma pessoa difícil de ser tratada porque ela tinha um gênio muito difícil ela humilhava as pessoas, ela Punha para baixo, mas para mim ela nunca humilhou, nunca pôs para baixo, não, <laughs> era um pouco mandona, queria mandar na minha vida pessoal do que eu fazia, como eu fi fi, deveria fazer, <laughs> mas foi uma excelente ela um, a característica dela é que ela limpava, ela era uma pessoa que tinha uma técnica limpa, Então, quando eu entrei, ela falou assim, você vai entrar, mas você vai ter que esquecer tudo o que você aprendeu e aprender tudo de novo. E ela me pôs de novo no, assim no no eixo, com uma técnica limpa, com uma técnica boa. E ela fazia muito assim, as as pessoas que podiam pagar, ela explorava um pouco, né? E e eu, eu dizia que eu nunca podia pagar, que não tinha dinheiro, que não tinha onde. E eu sempre dançava os balés principais, ela me ensaiava igual e eu não pagava muito. Não pagava o particular o que outras Porque ela via que tinha talento. Quem tinha talento, ela não, ela tinha prazer em ensinar e em dedicar.
E a Lina, ela ela Ela veio da Rússia?
Ela veio da Rússia com o

Eu não, eh não sei se foi, eh foi na época da eh, porque a Tatiana Lescova ela veio com o balé do né, e a a Oleneva também. A Lina, não.

Depois tem que conversar com ele. Ele tem mais memória que eu. Eu não lembro direito. Sei que ela veio de um, de um balé de Nijinska Acho que é do balé da Nijinska, é isso mesmo. Ela seguia, o método que ela seguia era muito do da Nijinska, o ballet russo. Foi bem. É, tradicional.

E assim, quais foram os primeiros aprendizados? Você falou que teve que esquecer tudo.
Era muito postura, postura, colocação da coluna e e, e e esquecer porque eh pé caído, tinha pé caído, colocação, não, você tem que abrir muito as posições né, o braço nunca passar para trás do corpo, deu toda a colocação certa. Mesmo o quadril, né na época, pessoal, levantava a perna muito alta e levantava o quadril. Não, não pode. Você tem que levantar onde o seu quadril. Põe mais para frente a perna e a perna desloca sem sem levantar o quadril, senão deslocava o quadril, né? Então, ela tinha muita limpeza, muita clareza nessas. No realinhamento
No realinhamento todo do corpo, é. E e o, o o, ê esse método mais, ele usa muito a perna, não é?
É,é mas eh ela dava muito em, o encaixamento que a gente fala era muito bem encaixado, então não não prejudicava a, as articulações.
Ela tinha muito conhecimento.
Muito conhecimento. Ela montou muitas, muito balé. E, na ocasião, ela trazia os balés de repertório. Ela montava Lago, Silfides, A gente montava com orquestra no Teatro Municipal.

Ela punha cenário, ela montava com se, com cenário, com figurinos. Figurino, cada um pagava o seu, a, a gente fazia assim. Mas ela fazia grandes montagens e era sempre com orquestra, então Nós, toda a nossa aula era não é, era com pianista ao vivo, era com piano. E a gente ensaiava com, com, como é que chama o nino? Esqueci o nome... Era um ah, um maestro de orquestra, que dirige orquestra, que tocava o piano para nós. Então, não era nos ensaios, era um, tudo tocado a piano, não era né, não tinha muito disco, não tinha essas coisas, e era a montagem era feita com, com o maestro que tocava no piano as partituras. Eram ótimos pianistas que tinha também para aula. A gente ensaiava muito com a, com a Odete, que ainda hoje toca para o Balé da Cidade. Odete e a, a, a Olga, que são pianistas até hoje do Balé da Cidade, elas tocavam para nós com a Lina desde o começo.
E quais balés você dançou com a Lina?
Eu dancei Sílfides, dancei, dancei Lago do Cisne, dancei Gisele, dancei hã, Suíte de Dança, hã a o, esses qua, como é mil e oitocentos, todos os balés de repertório, fiz todos os, o principal balé, a principal bailarina dos balés, né?
Tem algum especial que você gosta mais?
Eu gostava muito do mil e oitocentos. Eu gostei muito, eu dancei âh, Apolo Eu adorava esse balé E quando o ni, o, hum, o não Ai, como é que, meu Deus. Esse bailarino famoso, o, ele veio para o Rio de Janeiro dançar. Daí eu fui emprestar os, porque a gente tinha um instrumento, eu eu era a, que dançava com a lira. E eu fui emprestar a minha lira, porque ele não tinha trazido a lira, o Teatro Municipal não tinha a lira. E eu fui levar a lira para ele dançar com a minha lira. É um balé de, ele é mo, ele é moderno. É um balé maravilhoso. Eu amava dançar.

Entrei como corpo de baile e fui pegando logo os principais ba, eh, foi assim, eu entrei como corpo de baile. Daí, na época, teve o balé do quarto centenário. E ela falou que eu devia me Eu me inscrever? Imagina, eu ah, me achava um zero, né? Ela falou, não, e montou um, um, um balezinho para eu me inscrever, que a gente tinha que apresentar um número. E eu entrei como estagiária de primeiro grau. Mas logo em seguida eu já fui para corpo de baile, no balé do quarto centenário, com de com, com, eu hã, o meu eh, contrato era de corpo de baile, mas com autorização para dançar solos. E logo depois de seis meses eu já subi para solista e no final eu dancei papéis de primeira bailarina no no, no balé do quarto centenário, depois que eu voltei para Lina daí já como primeira bailarina daí que eu dancei todos esses, mas daí quando o balé do quarto centenário acabou Nós montamos, daí que foi o Amigos da Primeiro eu dancei como Amigos da Dança no, com o Ismael Guiser.
No Masp, né?
Não, teve em vários lugares. Depois ele mon, man, montou o balé do Masp. Sim. Que daí esse eu não fui. Daí eu fui para a Lina e a gente montou o balé paulistano. Não, balé São Paulo, depois, não, balé paulistano primeiro, depois com outro grupo mais adiante, balé São Paulo, depois eu voltei dançar com o Ismael. E aí era um rolo, a gente montava mil balés para cá, para lá, outro convidava para cá, a gente ia para lá. Durante essa ocasião que eu fiz televisão, que eu já estava meio com a Lina dançando, mas dançava muito com o Abelardo Figueiredo, ele montava, tinha uns balés para televisão, que era a Folia Philips, eles dançavam muito lago, a gente dançava Lago do Cisne, dançava Copélia, dançava Bordas de Aurora, tudo na televisão. E daí a gente trazia âh, grandes bailarinos quando passavam por São Paulo, como, Alice Alonso. junto em espetáculos, na televisão, e a gente fazia o corpo de baile para essas figuras que eram internacionais. E foi por essa ocasião que daí eu comecei dançar junto com a Lina, mas montando. Era semiprofissional, que daí a gente dividia bilheteria, fazia essa junção.
Já tinha uma outra estrutura. É. Então, vamos voltar um pouquinho da entrada. É. Do quarto centenário. É. Para a gente detalhar? É. <laughs> Eh, eu sei que aquele dia a gente já falou um pouco do Mas eu queria que você falasse um pouco da audição. Então, a Lina
Eh, entusiasmou, eu e fiz audição, passei como, como estagiária de primeiro grau e daí foi uma, daí a gente ficou aquilo, né? Entra, não entra, daí tinha que largar a escola. Eu estava no terceiro ano do, do ginásio e tinha que largar porque era oito horas por dia. Daí minha mãe era muito liberal, meu pai também, sabia o quanto eu gostava de dançar, falou, não, pode, pode entrar, pode, e eu larguei. E daí meu pai falou, não, você tem que continuar estudando, estuda inglês, estuda francês, estuda outras coisas, não pode largar o estudo assim. Mas daí, eu tinha quinze anos. Quando eu fiz o teste, eu estava de quatorze, porque eu faço em novembro, e foi no final do ano, ainda não tinha feito quatorze, quinze anos. Mas quando eu assinei o contrato, eu já tinha quinze anos. E Daí a gente teve que largar. Para, para ensaiar, era oito horas de ensaio por dia. Na ocasião, a gente começou a ensaiar na, para mim foi muito fácil, porque era no Trianon, eu ia a pé. <laughs> ensaiar era muito bom. <coughs> E esse E nós começamos com, ensaiando, que era um balé que todo mundo dançava, e Era assim, e eh foi engraçado porque ele ensaiou por grupos. Eram cinco, seis grupos que Cada um foi ensaiado separado. E depois no dia ia juntar os seis grupos. Eu falei, isso não vai dar certo, vai dar uma confusão. Mas não, era muito bem estruturado, era incrível, como <laughs>
E assim, o impacto, assim a chegada do Milos, os. Ah

Não, para nós era uma, assim, a gente era uma façanha, a gente era, endeusava ele. ele e, então nós tínhamos um camarins separados. Os camarins era engraçado porque eles fizeram bem, eles separaram um pouco dos mais jovens, os com mais idade, tinha os camarins do solista, dos primeiros bailarinos, e o do corpo de baile era separado. Mas era, o lugar era enorme e era muito lindo. A gente tinha uma cantina, eles faziam refeições, a gente almoçava lá, nem voltava para casa e ficava ensaiando. Tinha um espaço enorme para as costureiras, para, para o para guardar a, toda a montagem onde iam costurar, fazer a oficina de costura, tudo foi lá junto com
na Florêncio de Abreu? No Trianon, no Trianon tinha
também tinha. Na Florêncio de Abreu foi foi, foi feito especial, mas lá foi feito tudo para o. No Trianon já tinha essa Eu acho que não tinha, de costura foi na Florêncio de Abreu

Mas já tinha os camarins Separados, é, tinha. E era muito bom o espaço lá. Era muito lindo, mas começou a tremer. <laughs> Falaram que daí ti teve, tivemos que mudar para a Florêncio de Abreu. Eu lembro que eu pegava dois ônibus daí para ir para a Florêncio de Abreu. Pegava o bonde na Paulista, que ia até o centro, e lá eu pegava ônibus e radiação, <laughs> e pegava a, a Florêncio de Abreu, descia. E foi e e depois, né nesse, que eu comecei a namorar com o meu marido, porque ele dançava. E na eu ficava de um lado, tinha uma foto que tem até os grupos, eu ficava de um lado e ele ficava do outro lado.

Eva Vilma foi foi bailarina, ela entrou no balé do Quarto Centenário. Depois, na época, até que foram fazer o teste com a Eva Vilma, eles chamaram, eles precisavam de artista para cinema, para coisa assim, para fazer um filme, e E me chamaram. Fui eu, a a Eva Vilma e a Yara, a Yara Visoni. Nós três fomos fazer o teste. Eu não passei no teste porque eu falava com muito esse. Senão, eu não passei. Quem foi escolhida foi a Eva Vilma. E a Eva Vilma disse que ficou em dúvida se ela largava ou não o balé para ir, para fazer. Até que ela decidiu, porque precisava era, também era uma coisa importante que ia fazer. E ela aceitou e largou o balé e foi essa grande artista que ela é. Acertou, tudo deu certo.
E com quem que você dividiu o camarim nessa época?
Nessa época, era a Neide Rossi, a Yara Fonfon,

Quem mais?
Eu acho que. Era um cavalo em grande. Era
Tinha mais, tinha mais. Agora não estou

Acho que a Mimi.
Ah, tá.
Quem mais? Nós mais jovens.
Era, era um camarim chamado Vila
Não, não, o Xangrilá era das mais velhas. Ah Era da Vera Maia, da da, ah como é que chama? Eu estou perdendo os nomes das Eh e, ah, não, tinha Elizabeth Swell, era do meu camarim. A gente montava essa Elizabeth Swell, ela fazia muito festa. Quando tinha festas de estrangeiros que vinham, a Marcova, a Alice Alonso, a gente fazia uma recepção na casa dela, a gente convidava esses artistas e a gente fazia uma, uma festa na casa dela, e E ela tinha uma casa muito gostosa, enorme, os pais dela eram muito gentios, assim, topavam abrir, tinha um jardim lindo, aberto, então a gente fazia muita reunião lá.
Dessas pessoas que vinham se apresentar aqui em outras ocasiões. E
É, quando tinha, vinha os grandes balés para cá, a gente ia ver, a gente recepcionava no balé do quarto centenário também, a gente dançava para eles, o Milos abria, mostrava os ensaios, e daí a gente convidava para uma reunião na casa
Veio assim, que você se lembra?

Não lembro agora. Ih, eu estou esquecida. não pego as coisas esqueci os nomes.

A Neide lembra tudo.

Mas tem os fatos que são interessantes, né?

E como que era, assim, eh eh, esse pessoal super gabaritado vendo vocês dançar?
Ah, eles eh, eles achavam incrível, sabe? Achava incrível nossos, o nosso balé e toda a instalação também, que era muito boa. Eles ficavam admirados de ver o que tinha aqui.
Já impressionava.
Impressionava
Eh. Que maravilha.
E o engraçado é que, por exemplo, a gente começou ensaiando e depois tinha outros e outros balés. Então, para cada balé que tinha, tinha uma série. A gente falava, era o mercado livre, era a feira livre. Então, ele chamava todo mundo para escolher para os balés. Então, todo mundo subia. Daí, daí ele falou, fica fulana, fulana, fulana, fulana e fulana, fica, o resto sai. Daí ficava, então, aí a gente achava um horror aquilo Ele olhando e a gente, bom, então, você vem para cá, você vai para lá, agora vem fulano com ela, ciclano com ela, ele fazia os pares. Né, daí troca, essa vai para <laughs> A gente achava um horror isso. hoje tem é dia de mercado, vai ter feira. A gente é escolhida para quê? E eu estava na maioria dos balés, eu estava assim, escolhida. Então, era muito engraçado.

Então, a gente formava um bloquinho de <laughs> uma altura, assim, que quase sempre estávamos juntas. E era engraçado que

Ela dava aula ruim, a gente não gostava.

Quando a aula estava chata, a gente pegava e virava. A foto do, vira ao contrário. Ôh! Eu quero olhar para aquela <laughs>
Só de castigo.
<laughs> Ai, também tinham umas coisas engraçadas.
E as aulas eram diferentes, assim?
Eram diferentes.

Não, dava. No começo, ele que dava aula. No começo, ele deu muita aula. E vira e mexe, ele dava aula.
E como que ele era, assim, nesse trato?
Não, ele era muito gostosa a aula dele, a gente achava uma aula maravilhosa. <laughs>
E como que ele se comunicava com vocês? Ele não falava português ainda.
Ah, mas ele falava espanhol, ele falava, a gente entendia tudo, entendia, é. Ele era um deus para a gente, a gente achava um máximo.

E como que ele fazia a criação das coreografias? Depois do mercado?
É, depois do mercado ele, ele punha, ele eh. Era muito assim, era gostoso porque ele primeiro tocava a música para a gente ouvir, E punha, punha o disco, ele trazia disco, depois ele punha o pianista tocando na partitura, daí ele ensinava a gente a contar, tinha que ficar todo mundo contando, aí a gente contava em francês, <laughs> a gente ficava contando. E depois ele ia, ele falava sobre a o balé, que ele já tinha montado em tal lugar, assim, quem tinha dançado o quê. E era muito bonito. Em Petrushka foi muito bonito, porque era um balé muito diferente, era um balé que tinha os cossacos, russos. Eu estava nas nas amas, a gente fazia, então, a gente punha uma roupa de lã, A gente tinha um enchimento desse tamanho para o busto ficar cheio e nós estreamos no Rio de Janeiro com aquela roupa de lã, com um manchãozinho de pele, com touca, negócio que caía da cabeça. Nossa, nós morríamos de calor, e transpirava que nem loucos lá. Quando abria a a plateia, vinha o ar condicionado. Ai, que coisa boa! <laughs> Morria assada. Mas era um balé muito bonito. Ele mostrava, ele tinha muito vigor, ele dançava também, ele mostrava, ele Ele mostrava o passo que ele queria fazer. Ele era muito bom.
Há quem diga que ele ia dançar o Mandarim Maravilhoso.
Pois é, ele dançava. Nos ensaios, a gente ficava assim, babando de olhar ele dançar.

Mas teve um
Nos cossacos, tudo nos russos, ele fazia, ele fazia muita coisa de técnica, daquilo, aquele que a pessoa tem que ficar batendo a perna, é muito difícil. Ele mostrava, fazia as coisas no chão, que tinha que rodar, ele fazia. Ele tinha vigor.
Quantos anos ele tinha, mais ou menos, na época que ele estava aqui? Uns sessenta e
pouco, não sei.

Eu acho que é, porque já tinha cabelo branco, não sei. A gente achava ele
<laughs> é porque isso nunca me ocorreu, de pensar assim, com com, com quantos anos. Mas é engraçado isso de velho, porque

Eu, quando tiver quarenta anos, se eu, se eu morrer, vocês fiquem feliz, porque eu não quero ficar velha. <laughs>

Hoje em dia, eu estou com setenta, não me acho nada como a coisa é diferente.
Que maravilha! E e, e teve toda coisa assim de de acompanhar um pouco, não acompanhar, mas assim, os figurinos, né? Quando estava na Florêncio. Ah, é. Experimentar os figurinos, essa coisa toda.
Eu eh assim, eu era tida como tinha o corpo perfeito para para dançar. É alta, a postura, magrinha. Então, me chamavam sempre para provar roupa. Vira e mexe lá, estava eu provando, eu ia provar. Quase sempre me chamavam para provar. E eu, eu achava, a gente achava o máximo provar, mas era muito engraçado, porque a gente não tinha peito. Então, ele queria pôr enchimento, né? Tinha uns que ele queria pôr enchimento. E nós não gostávamos de enchimento, que coisa! Tinha umas roupa que ele punha enchimento. <laughs> Quando tinha que parecer gorda, então tinha. clássicos, não, né, eh Nas coisas, eles põe enchimento, eu fiz

Eu era o fantasma da horta. A gente tinha uns chifres deste tamanho. Então, a minha roupa, Toda magrinha, assim. Mas na cabeça tinha um um, uns, pareciam chifres, assim. E uma uma vez foi muito engraçado, porque a gente só punha na hora de entrar, a gente ficava na coxia com aquilo fora, depois a gente punha, né? E uma vez a gente, dentro do palco, a gente estava dançando e a gente viu a entrou com um cabide de pendurado atrás. A roupa tinha tanta coisa que a gente não notava, ela dançou com o cabide que a gente pendurava a roupa. <laughs> Ah, tinha essas coisa engraçada

A inauguração e a estreia municipal.
Que não aconteceu no municipal, porque o municipal foi feito uma reforma que não ficou pronto, um absurdo, né? A gente tem um balé daquele maravilhoso e fomos estrear no Pacaembu, no estádio do Pacaembu. Então, eles fizeram um palco provisório, E a gente ensaiou lá e estreamos lá. E eu lembro, assim uma coisa que eu lembro foi de do espetáculo do, da do Vale da Inocência. Ele não gostou do cenário, que tinha, achou que não tinha nada a ver com o negócio, ele queria um telão preto. Então, não sei como é que ele fez para o negócio rasgar.

Eu não lembro se isso foi no no Santana ou se foi no Rio de Janeiro, não lembro que teatro que foi, que ele não quis que fosse o o, que era de um de um pintor famoso, eu nem lembro qual era o pintor aí, ele rasgou todo, <laughs> mandou alguém puxar de um lado, outro puxar do outro lado, rasgou O cenário.

o cenário, não lembro. Conta para a gente como que foi que você aprendeu lá
Isso foi lá no no, foi no, na estreia para o go, para o estádio do Pacaembu., hã Foi meu marido que me ensinou, porque ele veio do Teatro Colón, de Buenos Aires, e ele via as maquiagens lá das bolsas, ele aprendeu lá. Então, ele me ensinou. A gente fazia uma maquiagem Que era para destacar bem o olhar, né, que era importante, porque o ah os teatros antigos eram muito grandes e a gente ficava, tinha que ver desde o alto até embaixo. Então, era a gente tapava meia sobrancelha, e fazia o risco em cima e os olhos eram puxados a, vinha um risco até aqui embaixo, um risco enorme até aqui. E a gente olhava também os livros americanos, que tinham livros de página inteira com as maquiagens. Então ele me ensinando a maquiar e e fazia, e no final fazia maquiagem muito bem. Ponha cílios postiço, aqueles cílios enormes. E a gente ia numa farmácia que tinha na Avenida Paulista, chamava Quinta Avenida. Lá vendia toda as, a sombra verde, a sombra vermelha, o batom bem exagerado para pôr. Então era engraçado, a gente ia lá na na, Quinta Avenida na, <laughs> comprar os apetrechos, cílios enormes para a gente pôr. Mas foi uma pena a gente não poder ir no no Municipal, né. Mas foi muito, foi muito repercutida a estreia aqui no Pacaembu. E logo depois a gente foi para o, estreamos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Daí que para nós era muito importante sair de São Paulo e representar, né. E eu me lembro que, na ocasião, nós não tínhamos acabado ainda Quando nós estreamos no Rio de Janeiro, a a a, porque no Pacaembu não foram todos os balés, e nós estávamos ainda montando a Sonata da Angústia, que é aquele que eu deixei uma foto, que eu era a noiva perdida, eu era a solista nesse balé. E nós ainda estávamos ensaiando. Nós acabamos de ensaiar no Rio de Janeiro. Eu lembro que a gente ensaiava com percussão porque, então ia a orquestra, ia o tambor, e a percussão, tinha uns tambores desse tamanho para a gente ensaiar. E nós acabamos de ensaiar, de montar o espetáculo do de da sonata no Rio de Janeiro, e E o balé fez muito sucesso no Rio. Então, ah para a gente, a sensação, a gente tinha dançado no no Pacaembu, que não era um teatro de verdade, né? Então, estrear no Rio de Janeiro, eu me lembro que Bolero de Ravel, quando nós dançamos, era um, para mim, é um dos mais bonitos balé e mais emocionantes da gente dançar. Porque era, ele ia num crescer como a música, começava com um, um casal dançando, iam dois casais, quatro, oito, até doze ou dezesseis, não lembro o que tinha no último ba tablado. Então eram tablados que vinham vindo e no último tablado todos dançando. Então aquilo ia crescendo, crescendo e terminava, todo mundo se, caía no chão. Daí fechava a cortina, nossa, o aplauso, quando abriu aquele aplauso que a gente teve, é uma sensação muito linda, né? Então a gente gritava, então a gente pulava, se abraçava, foi muito lindo. Outro balé que, que também que fazia muito sucesso, que eu dançava, era a Loteria

E era uma coisa, a gente tinha um vestido branco, cheio de babadinho, e a gente tinha cachinhos, era uma coisa bem de Strauss. Mas era curtinho, mas toda vez que nós dançávamos, nós de duas a três vezes. De tão aplaudido que era, de tão bonitinho que era. Era com saltinho, não era clássico, era com saltinho. Era um tipo cã cã, então fazia um sucesso louco. E, então, é gostoso dançar essas coisas, né Nesse primeiro, nesse balé, então eram dois atos. No primeiro ato, a gente fazia uma carruagem, a gente entrava numa carruagem que ia fazer um piquenique no bosque. E eu dançava com o Olímpio. E o Olímpio, ele era muito alto e ele não era muito forte, ele era fraco para levantar as bailarinas. E eu tinha que sentar no ombro dele. E nós tínhamos um vestido, que era um vestido cheio da, tipo dama antiga, de cetim, de tafetá, com aqueles repuxados na costa, fazia aquele puff atrás. E para eu sentar no ombro dele com aquilo que escorregava, meu Deus do céu. Então eu ficava muito, com muito medo dele na hora, ele não me aguentar, mas nunca, nunca Não dava certo nos ensaios na hora, acho que ele punha um muque a mais e de, sempre deu certo. Mas era muito engraçado, porque a gente ensaiava, não tinha carruagem, então a gente ensaiava como se fosse entrando de cavalinho de costas, eu entrando de costas. <laughs> Era muito engraçado, tinha balês que eram muito engraçados a gente dançar.
Para você assim, qual foi Dos mais importantes. Para mim assim, foi o

E daí eu recebi esse balé que chama Vale da Inocência, que era um balé lindo. E eu recebi que era, tinham as estátuas que ficavam no lugar. Eu, no Pacaembu, dancei com uma estátua que a gente ficava no lugar. E depois, ah quando os deuses, que estavam como estátuas, não, eu não, no Pacaembu eu dançava com as pastoras. E quando as pastoras subiam nessa escadaria, os deuses começavam a dançar e começar a mexer. E todo mundo fazia assim, <sighs> é gente! Eles pensavam que era estátua de tão imóvel, né?

Daí eu me lembro que eu gostava muito de dançar, porque foi a, um papel de primeira bailarina que eu tinha de responsabilidade, Só que a gente tinha que se pintar inteirinha de branca, tinha uma peruca branca, e fica, esses minutos que a gente ficava imóvel era terrível, porque a gente formigava a mão, formigava o pé, e a gente não podia mexer. E quando a gente mexia, todo mundo, ó! Era muito incrível. Então, foi um dos balés muito lindos. Eu tinha uma pirueta que era muito difícil de fazer. Eu tinha que fazer hã, duas piruetas em atitude, Atrás, atitude atrás, e o bailarino entrava com a mão, depois das duas eu segurava na mão dele e fazia um promenade, ele fazia um promenade. Então era uma coisa difícil de fazer, era teste de fogo, que eu treinava muito, mas nunca, sempre saía, deu certo.
Alguns balés na ponta, outros na meia ponta. É. Como é que era isso?
É, tinha muito, é esse e esse, era de ponta, eh tinha hã, eu dançava muito balé na ponta, eu dancei outro que eu era a de solista, que era as quatro estações,

Eu vou voltar um pouco, que agora vem essa questão. Como é que foi o trabalho de ponta durante as aulas?
Ah, nós tínhamos aula de ponta, a gente tinha aula de hã, e os ensaios eram sempre na ponta. E eh era engraçado, porque a a nossa, a o balé, o sapato brasileiro, ele era um sapato muito pesado. Se você fosse fa, dançar um balé delicado com pulo, ele fazia muito barulhão.

Então, a gente punha álcool, amolecia no álcool. E daí, quando vinha essas, essas artistas estrangeiras, ai a gente ia buscar sapato delas. A gente pedia se elas tinham sapato velho para dar para a gente, comprava sapato. Às vezes, elas tinham sapato sobrando, a gente comprava. E a gente fazia, nos sapatos esses que que eram estrangeiros, a gente fazia um um biquinho de crochê na ponta. A gente mesmo fazia o crochê com com agulha, não era nem crochê, era com agulha mesmo. A gente punha uma agulha e fazia um tipo de um crochê, assim, grosso, com uma linha grossa por fora, para para proteger, para não estragar tão rápido, senão o cetim, acabava. Era cetim na cetim na ponta. Não tinha o corinho que tinha o nacional, mas era lindo. Aí ficava outra coisa, né? E eu me lembro que de dançar, mesmo nesse no, nesse Ilha Eterna que eu dançava solista na, uma época eu ensaiei muito, eu fiz uma bolha no calcanhar, mas eu fiz uma bolha que eu não aguentava nem pôr sapato, eu não aguentava nada e tinha que dançar, né? E tinha balés que não tinha substituto. Esse não tinha, não tinha vez. E nin ninguém também queria muito <laughs> largar, né? Então, eu lembro que eu pus esparadrapo em cima da pele, a gente punha, tinha, nós tínhamos um massagista, tinha alguém que cuidava. Então, ele anestesiou esse lugar do pé, que tinha um um spray, assim, que era americano também, que anestesiava só essa parte para não sentir dor e poder dançar. E a gente dançou com o calo no pé, com bolha aqui, com bolha para lá.
Valeu a pena, né?
Ah, se valeu, nossa.

Foi assim, porque também isso de de eu ir dançando, eu era, êh depois eu logo, primeiro eu eu comecei como estagiária de de primeiro grau, ga ganhando três mil reais, depois eu passei para estagiária, não, para corpo de baile, com obrigação de dançar papéis de solista, ah ganhando Quatro, quatro mil reais. Depois eu passei para solista. Daí quando eu passava para solista, quando eu passei para solista, era solista e dançar papel de primeira bailarina se fosse necessário. Daí mu, daí eu mudei de camarim, daí eu tinha outro camarim, daí eu tinha aquilo que eu não queria deixar minha, <sighs> minhas companheiras que estavam. Mas aí foi uma época que houve muitas mudanças lá. Como é que foi esse esse processo de promoção assim, de passar de de, de estagiária para. É, porque ele ele ia escolhendo as pessoas que ele queria para o, para o. Papel. Para o papel, né. Então, quando ele escolhia, queria que fizesse um solo, então tinha, tinha, eh, tinha que ir passando. Ia passando.
Como é que foi a ida para o Rio de Janeiro?
Vocês foram, é, fomos de ônibus, eu lembro da da, a gente vendo de ônibus o amanhecer, todo mundo no ônibus, dormindo no ônibus, aquela folia, foi muito gostoso. Não, <clicks tongue> nós fomos para o Rio de Janeiro, nós fomos de de avião fretado da da força aérea, era do governo. Então, era avião de, <clicks tongue> como é que fala? De soldado. Os os bancos, os bancos não eram normal. Os bancos era tudo, hã, a gente ficava de costas para a janela. Os bancos eram assim. Para olhar, tinham que olhar para lá. Era um aviãozinho menor, diferente. Eu lembro desse avião.
Foi todo mundo de avião?
Ou uma pe, uma parte. Não lembro se uma parte foi antes e outra parte foi depois. Não lembro direito como é que foi. Eu lembro que eu fui de avião. Mas eu lembro eh, mas depois é que no, depois nós fizemos passeios para a Ilha do Governador, lá a gente fez uns passeios lá no Rio, que daí fretava o ônibus, daí que ia todo mundo de ônibus cantando, fazendo folia.
<laughs> E onde vocês ficaram hospedados?
Nós ficamos hospedados num hotel, que eu não sei o nome, que era na frente da Igreja Candelária, lá do do centro do, do Rio, na rua Rio de, como é? Rua, Rua do Brasil. Não sei, era lá no centrão. Era muito lindo o hotel. Tinha um, um terraço em cima enorme, que a gente ia tomar sol. <laughs> Eu me lembro que eu fui na Ilha do Governador, no passeio que teve, E eu me queimei, porque eu me queimo, eu sou assim, eu me queimo, eh pele muito clara, mesmo que eu fique na sombra, que eu fique, eu fico vermelha, roxa, que nem um pimentão. E eu queimei, mas eu queimei. Um horror, eu fiquei roxa, vermelha, ardia, eu não podia levantar o braço. E eu dançava, no nessa noite eu tinha que dançar o Quatro Estações, que era, eu fazia uma dessas solistas, e minha roupa tinha toda florzinha, florzinha, florzinha, e era tudo com arame. E tinha um elástico que apertava aqui. Eu tive que cortar o elástico, eu tive que pousar arame assim para cima. Foi um horror. Eu tenho ainda a foto que eu levantava o braço assim, eu não podia levantar o Eu toda encolhida, de tanto que eu me queimei. Teve um, umas pessoas, meu marido teve desidratação, ele passou mal, vomitou, e teve de comer camarão, comer coisas demais. <laughs> E estava muito calor. Muito calor. Dezembro, né? É, muito calor Mas foi, foi muito lindo, porque o Rio, a, a acolhida da gente foi fantástica.
De público como de
De críticas, de público, é, foi

Ah, ele estava em todas. Tinha outros críticos também. Tinha um

Era um fã-clube.
Como é, eh vou voltar um pouco, mas para entender um pouco essa eh, essa estreia, eh

Ele chegou a ver o balé?

Não tenho ideia. Eu não sou muito ligada. Eu não guardo muitas Veio isso. Ah, aí eu não, não Não lembro disso. Realmente não lembro.

Porque tinha mudado, o presidente da comissão coisas todas. Ah
Mas deve ter sido. Não deve ter ido, sim. É. Mas não, assim não, não lembro especificamente.

Que época ela sai? Logo
Ela teve uma briga. Eu não sou muito didata, até por isso que eu trouxe um monte de coisa para ver as datas, porque não, não, não firmo. Olha, não lembro. Eu só lembro que depois, daí, quando eu peguei a o papel dela, que eu dancei, foi quando nós viemos dançar no, aqui foi no teatro. Santana. No Santana. Então, foi depois do Rio. Eu não lembro direito, o porquê da briga. Meu marido sabe, eu esqueço as coisas. E eu lembro que no Teatro Santana, eu fiquei noiva no Teatro Santana. Meu noivado foi no Teatro Santana. Foi muito bonito. Foi depois, após uma função, eu levei um bolo enorme, levei um monte de de salgadinho, de coisas, e a gente fez uma festa atrás do palco. E eu me lembro que eu recebi um, um buquê de flores da da italiana que fazia os vestiário.

Mas um buquê de flores desse também, naquela época, não era comum flor do campo. Era muito comum palma, rosas, hã lírio, mas flor do campo não era. E era uma enorme de flor do Eu achei a coisa mais linda de buquê.

O Santana?
Ah, não lembro. Eu acho que ainda estava. Porque depois, logo depois que ele saiu, daí acabou tudo.

É que tem um período assim que a gente não consegue
não tenho certeza, porque eu eu didata

Olha que legal. <laughs> E
Outra coisa assim que é interessante que eu lembrei agora, que meu pai, minha mãe gostava muito de música. E meu pai tinha, ele viajava muito, porque ele ele trabalhava com máquinas agrícolas da Caterpillar, ele ia muito para os Estados Unidos para ver as máquinas, era uma coisa que ele trazia. E e ele trazia muito disco.

Então, ele ouvia a música e contava do balé que ele ia montar em cima daquilo. Então, sempre tinha umas audições de músicas na casa que meu pai fazia, era muito gostoso. Só para ouvir música, a gente ficava tudo no escuro ouvindo. E daí tinha o comentário dele.
E seu pai assim né, sua mãe, que que investiram assim né, nessa carreira né? Eles se sentiram bem da
Eh eles eram muito deslumbrados <laughs> também, achava lindo, é E apoiaram muito. É E também outra coisa que eu não contei, que é, que é interessante, meu pai tinha um sítio em Atibaia. E a gente fazia muito piquenique, fim de semana, em Atibaia. Então, juntava com o pessoal do balé e a gente fazia churrasco e cada um levava uma coisa e dormia em rede. E feriados, âh um monte de gente dormia. juntava colchão, juntava tudo. Então a gente ia, iam o pessoal ia de trem, pegava o trem que ia para Caetetuba, descia em Caetetuba e andava não sei quantos quilômetros a pé para chegar no sítio, quando era muita gente que não tinha carro para todos, né? E, por isso, nós ficamos muito família, assim. A gente era muito unido, a gente de Além de estar dançando, a gente, os fins de semana, a gente ainda passava junto.
Uma amizade

Ficou uma amizade forte, muito grande entre nós.
Perdura até hoje, né? É
É raro isso, ver que ainda as pessoas se encontram, se querem bem, assim, do jeito que a gente se firmou.

Aí foi uma bomba.
<laughs> Ele que contou para vocês, como é que foi isso?

<laughs> Essa história, eu sou meio <laughs> desligada, não Mas lembro que a gente ficou muito decepcionada, muito triste. Mas a gente não, ainda não imaginava que o balé ia acabar. A gente não acreditava que o balé ia acabar.

Ela não queria que a gente viajasse.
Porque vocês tinham um convite para fora.
Tínhamos um convite para ir para, para os Estados Unidos, para viajar todo o interior dos Estados Unidos com tudo pago lá. Só tinham que pagar a nossa viagem para lá. E foi o, muito o governo do Jânio Quadros que que podou tudo, que que O Brasil era um país pobre, não tinha dinheiro para gastar em arte, para gastar em arroz e feijão. Daí nós, quando acabou que desandou, foi uma decepção grande né para nós. E eu lembro que, no final, eu fiquei até o final.

Elas foram para o, montaram o balé do museu, não sei. Eu fiquei ainda mais um tempo. Daí foi triste. Daí nós tivemos que dançar na ópera.

Com outros papéis.
É, com umas coisa horrível que a gente tinha que fazer.
E nada mais aconteceu. É. Não não balé. É.
E figuração de ópera e não tinha, ah, foi ta, foi foi tudo Eu lembro que nós íamos dançar na ida <laughs> e nós não tínhamos, não deram a roupa necessária, certa Deram roupa de criança para a gente. Nós brigamos, nós não entramos. Nós fizemos um abaixo-assinado, não entramos. Foi uma brigarada louca. Daí me arrumaram roupa diferente.

Porque não é, não é que a gente não goste de dançar em ópera, eu fiz muita ópera e era muito legal dançar em ópera, mas tudo no seu devido lugar, tudo na sua, quer dizer, deixado a gente fazer uma viagem, estava muito revoltado na época de fazer a ópera.
E aí vem o reconhecimento internacional.
É, gente, com tudo pronto, com tudo ali, deixar acabar, então foi.

Mas daí eu estava noiva, meu marido arrumou, o negro também era contratado para o Rio de Janeiro e eu queria ir para o Rio de Janeiro junto. Daí meus pais acharam que não era legal eu ficar com ele lá no Rio de Janeiro, que era melhor não, ficar por aqui. Daí ele não foi para o Rio de Janeiro, daí ele que decidiu ficar.

E também começamos a dançar.

Então daí foi mil balés que a gente foi. montando. Nossa, nessa época a gente fazia muita televisão, porque nós montávamos esses balés, mas o que ganhava era zero, né? Nada. Então a gente pegava televisão que pagava muito bem, a gente ganhava bem de televisão. Então a gente pegava às vezes televisão para fazer chanchada, que a gente dizia que era tchá tchá tchá, era fundo para cantor, <coughs> mas para ganhar dinheiro <coughs> e poder estar nos balés que a gente montava. Aí <coughs> bilheteria era dividido entre nós, mas. Mas tinha as as noites Philips, que você falou lá Esse era clássico, é, tinha, época que tinha, mas tinha época que não tinha. Então era, teve uns anos que tinha essa época Philips. Depois eu fiz durante um ano também, a gente tinha um programa

Dançamos muito, daí nós montávamos coisinhas boas para a gente dançar. Engolimos muito fundo de cantor, muito tchá-tchá-tchá na vida.
Você trabalhou mais com clássico ou você foi trabalhar também com moderno?
Não, eu fiz de tudo. Fiz de tudo um pouco.

E foi bárbaro, viu? Porque ver a mulher, ela é incrível. E eu lembro que, na época, escolheram, eram oito pessoas para dançar com ela, quatro de um lado, quatro do outro. Então, a gente fazia aquilo de levantar a perna né, com a bengalinha toda, segurava ombro no ombro, uma segurando na outra, E a a, a gente não podia levantar a perna mais alta do que ela levantasse. Se alguém levantasse mais alta a perna que ela, estava fora.

leva, levanta com impulso, né? Nossa, não podia dar. Mas era muito incrível porque ela fa, o sucesso que ela fazia, se aqui a gente dizia que pisava duas vezes e era o máximo, ela pisava de cinco a seis vezes. Já programado. Então, então tinha a coreografia do primeiro bis, como a gente, a coreografia do segundo bis, do terceiro bis, do quarto bis, e assim ia.
Tudo programado.
Ela sabia que ela era, e bisava e bisava mais que aquilo. Impressionante. Mas era de tirar o fôlego né

E era muito lindo, é Não, ela era uma grande artista, né? E ela dançava aquilo com aquela fanfarra, que era uma mini orquestra que tinha na frente. E era uma música tipo cancã, que dançava que quando dá o cancã, o teatro vem abaixo.

Era lindo. Que honra, né? É, foi E eu tenho foto autografada por ela.

Como é que foi isso?
Daí na na ocasião, todas nós também, além de fazer televisão, a gente dava aula, né?

Além de dar aula, eu fazia toda a parte econômica, eu recebia o dinheiro, eu pagava, <laughs> fazia caixa. Mas dei aula em muitos cantos, depois, muito grupo, montei coreografia para muito grupo, fiz muita coisa assim, paralelo. <laughs>

Daí eu ficava assim, muito de revoltar. Eu fica

Ela era muito dura, ela humilhava. Aquilo fazia um mal para mim. Porque eu falava, como é que pode tratar, como alguém pode dançar? Dança é beleza, é prazer, é coisa bonita. Como pode alguém querer que alguém dance e esteja insatisfeito sendo agredido do jeito que ela agredia? ee Então, eu comecei a... Eu tinha, na época, eu sentia tão mal que eu comecei, eu ficava vermelha, eu ficava empipocada quando eu via ela ofender as pessoas e humilhar as pessoas, o jeito que ela tratava as pessoas. Eu falei, eu não vou aguentar isso, eu não aguento.

A gente tinha o clube Paineiras do Morumbi, que a gente se encontrava, a gente ia tomar sol com os filhos, nossos filhos tinham a idade, a mesma idade, a gente convivia, as crianças juntas. E eu falava, ai, não pode ser assim. As escolas tinham mudado, eram escolas, o ensino normal de escola, era, tinha evoluído, tinha métodos modernos, e o balé ainda está na varinha de de marmelo, dando palmada, dando agredido, não pode. Então, nós queríamos uma escola moderna, uma escola queee, que fosse criativa, que respeitasse mais... a individualidade da pessoa, e nós resolvemos montar o Ballet Teatro.

Eu falei, então, eu assumo o primeiro ano, eu dei os dois primeiros anos, eu dei aula e assumi a caixa.

Eeee foi muito sucesso a nossa escola, porque era uma escola que a gente não visava muito lucro, a gente visava dar arte para as crianças. Então nós montamos com um ateliê de artes, que tinha um laboratório todo, era feito... Elas pintavam, a gente punha música, elas pintavam a música, elas desenhavam, que sensação aquela música dava. Eles montavam slides, daí a gente fazia uma dramatização em cima do slide. e nós íamos em museus, visitavam museus. Daí eu pedi ao meu irmão, que era diretor do MASP... Não, não, quer dizer, ele não era diretor do MASP... Mas ele foi. Ele era curador. Ele ia no MASP, fazer, contar a história de cada quadro da época do re Renascimento. Então, foi uma coisa muito bonita que a gente deu. A gente dava aulas de dança moderna dentro. nós tínhamos o curso que dava aula de teatro para entrar o teatro dentro da dança e foi uma escola muito boa que durou pouco porque houve um problema de recessão não lembro do que que foi que muitas escolas rodaram e foi também uma época que entrou, tipo de escola que servia cafezinho em bandeja de prata, que servia um monte de coisa, e começou mais dança moderna.

Foi uma que. Houve uma série dessas escolas rodaram, as que eram mais <laughs> altruístas, que visavam mais... Não aguentaram.
Que época? Década de oitenta, mais ou menos?
Não. Setenta e seis. É setenta e oito. É, perto dos oitenta. Setenta e oito, foi por aí. Acho que foi por aí. Porque eu não lembro também, era, foi, porque teve moda fazer ginástica depois, teve várias modas, sapateado, e daí todo mundo demandava <laughs> do clássico, do jazz. Jazz, né?

Muita gente boa saiu daquela escola.

Até a gente tem fotinho dela fazendo teatro, cocô, fazendo balé ela.. E ah, teve umas apresentadoras de cinema, de televisão também que faziam aula com a gente.

Era uma negra que tem um cabelão, não lembro o nome dela agora, que fazia telejornal. Ela era aluna nossa lá de teatro, de tudo.

Ah, meu Deus!

Começou lá? É

Aqui na Alves Guimarães?
É, na Alves Guimarães, e de lá que ele montou, que ele foi para Arthur Azevedo. Era Alves Guimarães que era a nossa escola.

Então, ele tinha uma escadaria que descia, a gente fez toda de madeira, com uma arquibancada, com um palquinho. Então, nós fazíamos apresentações dentro da escola. E as salas de aula também tinham mezanino, que a gente olhava de cima, dava para ver as salas embaixo. Era muito interessante o local.

Eu vol.., Eu fui para a Marica. passei uns dez anos no estágio, ensinando lá. Lá no Ballet Estágio, eu montei um grupinho amador. Então, a gente ensaiava, tinha uns repertórios, eu montei uma porção de coreografias, a gente dançava no interior e dançava nas praças públicas, muita coisa a gente pegou para dançar.

É, foi nessa época.ala um pouco...
Fala um pouco desse padedê.
É, foi um padedê lindo. Eu não lembro muito, mas ensaiei com ele nessa época. E eu também montei, o que é interessante, um jornalzinho, porque a escola... o Balé Estágio ele tinha três escolas. Uma que era no prédio da Faria Lima, pertinho de onde é o Shopping Iguatemi, um prédio antes, umas salas enormes, lindas. E tinha outra em Santo Amaro. Eram três escolas e a escola... Ah, quatro! Tinha a da Augusta e tinha a da Sarandí.

Então, eu bolei um tipo de um jornalzinho interno para comentar as coisas do estágio, o que estava acontecendo, das alunas, e eu pupublicava, punha em todas as escolas esse jornalzinho. E eu gostava muito do estágio, ele era, eles eram muito abertos e muito gostoso de trabalhar lá, porque ah, eles me ajudaram assim, muito a proporcionar isso de eu montar coreografias para esse grupo. No começo a gente chamou Veredas, é um grupo

Então, jogava no grupo e era um pulo para depois entrar lá, de entrar no estágio.
nessa época.... Nessa época começam os festivais de dança, Wenda, Genville.
Wenda, nós que fundamos a PPD, nós que formamos a PPD, nós formamos mais com o intuito de dar um gabarito para as escolas, porque a gente via que tinha muita escola péssima, horrível, mas aquilo... que dava cafezinho em xícara de prata e fazia coisa, e tinha milhões de alunos. E tinha uma pedagogia que qualquer um fazia qualquer coisa. Né? Então, nós decidimos formar a PPD, que foi fundada, Associação Profissional da Paulista de Danças.

A gente já cansou,,, Já estava cansado daquilo e entrou uma outra diretoria. Daí que começou a fundar mais festivais de dança, promover festivais de dança.
O ENDA era o Encontro Nacional de Danças.
Era o Encontro Nacional de Danças. Daí até eu fui diretora numa certa época, mas depois de mim indispus um pouco, eu não ia muito com o critério que eles também tinham lá e resolvi sair. Daí também fiz juradas várias vezes em Geiville, fui convidada para dar, ministrar cursos lá em Geiville logo no começo, que abriu as primeiras vezes. Depois eu tive, daí quando eu estava no ballet estágio, que eu tive uma aluna que veio me procurar se eu dava aulas particulares, que ela queria ser bailarina e disseram que ela não tinha aptidão para ser bailarina. Daí eu fiz uma aulinha, um testezinho com ela, tinha uns doze anos, E eu vi que... A gente, eu dei uma aula e vi que ela era realmente muito fechada, mas ela tinha um allure. O allure quer dizer a postura, a expressão, que é algo que vem de dentro. Não é uma coisa que você aprende com técnica, é uma coisa que ou você tem ou você não tem aquilo. E eu vi que ela tinha isso, que era uma coisa bonita. Mas ela era muito fechada. Fechado, para quem quer ser uma bailarina clássica, é uma trave.
Bom, explica para quem não é bailarina o que é ser fechado.
Ser fechado é quando as articulações não são flexíveis. Então, a pessoa não consegue levantar uma perna alta, a perna vai baixa, não consegue uma abertura de pernas no total. e ela era fechada. Então, e a outra professora falou que ela não tinha condição de ser bailarina clássica, que ela devia de ir para o moderno, e ela queria ser clássica. Então, eu fui fazer um teste com ela.

Então, eu falei, põe, tem a parede, a gente põe a perna assim, quem é de ballet entende. Na segunda posição é abrir... E eu subi em cima da barra, a gente segura, a professora segura na barra, mas eu vou cedendo com os dois pés em cima do joelho dela para ver, ela ficava com o joelho bem longe do chão, ver o quanto ela aguentava. E eu falei, se você, quando doer, você bate no chão que eu paro. Né? E eu vi que lágrimas começaram a escorrer do olhinho dela e ela não bateu no chão, então eu vi que ela queria, que ela tinha força de vontade e ela ia sobrepujar as dificuldades dela. Daí eu falei com a mãe dela, não, eu faço da sua filha uma bailarina, pode deixar.

Daí eu comecei a ensaiar ela aulas particulares e foi bonito que eu fiz um documento, eu fotografei dela no comecinho, depois eu fiz um documento de tudo o que eu, o que eu ensinava, como eu ensinava para ela, como eu ia passando. E no final, depois de uns dois anos, ela conseguiu dançar o Pássaro Azul, que eu levei para, para, para Genville, e ela ganhou o segundo lugar.
Vou trocar de novo. <laughs> A gente estava falando que você preparou a <coughs> rede para fazer o Pássaro Azul.
Para fazer o Pássaro Azul. E <coughs> ela dançou em Genville, ela ganhou... tirou o segundo lugar, e ela era ainda da amadora, né. Que ainda era jovenzinha. Daí eu fiz uma coreografia para ela. ah... Ela era cretense, da ilha de Creta, com a música de Sati. Eu amo Sati, uma música linda. E ela estava muito linda nesse balé, sabe? Ela dançou muito bem. E <coughs> depois ela se mudou, ela foi para a Europa, ela foi primeiro para os Estados Unidos, já foi lá, assim, logo já contratada dançando como solista e depois eu soube que ela estava na Alemanha dançando como solista, primeira bailarina em grupos de oito, assim. Então ela fez a carreira que ela queria. O pai dela era cônsul americano e ele viajava. Eles viajaram também em uma época, antes dela ir para os Estados Unidos, eles estiveram... Não, foi depois que ela esteve. Eles estiveram na.... no Suriname. Daí eu fui para o Suriname, ela me chamou para eu ensaiar ela, dar umas aulas para ela lá. Eu fui no Suriname dei. Montei um espetáculo com um grupo lá, dei um curso de expressão corporal. E isso foi muito interessante, porque eu tinha dezoito pessoas, por aí não lembro direito, das mais variadas, desde gente que dançava clássico muito bem, a gente que estava começando a fazer ballet. Tinha uns pretões que faziam ballet, ballet <coughs> ballet indiano deles lá, que lá tem muita coisa da Índia, no Suriname. E eu montei um espetáculo muito bonito. E eles levaram no fim do ano no Teatro Thalia, lá do Suriname, e me convidaram para eu ir no ano seguinte. E eu montei um espetáculo só meu, solo meu, e levei lá no Suriname. Então, eu fui dois anos lá. Enquanto ela estava lá, depois eles foram para a Europa e para os Estados Unidos, daí que ela continuou a carreira, daí não soube. Soube que ela estava como solista, uma época ela ainda me escrevia, hoje em dia já <laughs> se interrompeu.
Mas ela não foi bem determinada, né?

Foi. <coughs> Porque ela começou com onze anos te procurando? É
É, <coughs> mas ela ensaiava diariamente, quando ela esteve no Brasil, todo dia a gente, eu dava aula para ela, ensaiava com ela. E tinha que ser, porque senão <laughs> não forma assim. Mas ela era muito talentosa no sentido disso, ela tinha uma lira, ela tinha uma beleza, né? E ela pegou muito assim, meu, porque eu era famosa de ter braços bonitos, por isso que eu fazia o taglione, que fazia assim. E ela pegou muito essa característica, ela tinha braços muito bonitos. O aluno sempre pega o que o meu professor tem de melhor e assimila, né?

Por isso que é bom a gente variar de professora. <laughs>

E eu montei com ele, a gente fez teatro de dança. Daí eu já estava mais madura. Daí...

Eu dançava na ponta ainda. Naquela época ainda deu para dançar na ponta algumas coisas. Depois daí eu comecei a enveredar mais para o teatro de dança. A gente fazia uma coisa mais contemporânea. E montei um espetáculo que se chamava Neruda, que foi muito bom. Estreiei no MASP.

E a gente chamou ela para dirigir a gente. Ela é uma pessoa muito bacana.

Era só para as artes em gerais, era sem fins lucrativos.

E depois, agora, uns quatro, cinco anos atrás, eu remontei Neruda Curruan, Mas daí, num aspecto, falei, ah, não aguento mais ficar a gente pagando para dançar, não é mais comigo não. Ou a gente vende para SESC Pompeia, para essas coisas. Aí não conseguimos nada, ficamos dois anos tentando conseguir, não conseguimos. Falei, sabe de uma coisa? Acabou para mim. E já uns três, quatro, uns quatro, cinco anos que eu também deixei de de dar aula.

Tinha uma escola na Artur Azevedo.

Não, era até na Teodoro Sampaio. Agora é na Artur Azevedo. Antes era na Teodoro... Não, era na Teodoro Sampaio, mas pertinho da... Na praça, na Rua de Cima da Praça. Isso, é na Rua de Cima da Praça.

às vezes, e ela me abriu também para ensaiar lá. Ah..

Durante um ano eu dirigi o Teatro Municipal de Santos. E foi assim, também foi incrível, porque eu montei um espetáculo muito bonito lá em Santos. E eles tinham a escola e nunca montavam espetáculo. E era uma escola, tipo, com corpo de baile, do teatro municipal daqui, muito bom. Eu falei, mas que absurdo não dá, porque o artista se forma no palco, não é em sala de aula que você forma um artista, você tem que pôr em palco, você tem que deixar o artista se expressar. E, montei um espetáculo lá que foi muito bonito, chamava A Praça. E daí...eu lembro que na época eu falei para fazer duas, dois dias ou mais. Eu falei, faz mais. Não, não tem público, é pouca gente que vem. Eu falei, imagina que não tem público, só os alunos. Eu falei, só os alunos, não dá para vir num dia, tem que dividir dois dias, porque não vai caber os alunos. Não, eles acharam que deu. Eu avisei. No primeiro, no dia da estreia, foi um tumulto na porta do teatro, porque não cabia, não tinha convite mais, não acabou e tinha gente demais querendo entrar. E daí não deixaram os pais dos meus alunos entrar, né? Eu falei, eu não começo o espetáculo se todos os pais dos meus alunos não estiverem dentro, porque eu avisei que eu queria mais que duas vezes, que não ia dar para todo mundo vir. Daí, esperamos uma hora, foi corpo de bombeiro na porta, porque teve um tumulto, no final entrou e foi uma maravilha, foi muito bom. E depois, nesse mesmo ano, eu montei a lírica lá, que a gente montou a traviata, com os alunos da escola dançando a parte de balé. E foi muito legal. Eu ia e voltava de ônibus. Ia três vezes por semana para Santos e dirigia os professores lá. Né? Mas depois essas coisas de política, cargo político, não vale a pena. Aí a antiga, que era do cargo, que tinha sido .... Que tinha... Daí não... Daí não deu certo.

Ele fez até o balé do quarto centenário, depois ele largou. Daí nasceu o noivo, ele queria casar, ele queria ganhar dinheiro, e ele não quis fazer televisão, porque o único jeito de ganhar dinheiro era a televisão. O que ganhava mesmo era a televisão. A gente tinha os amigos da dança que não ganhavam dinheiro, um monte de coisa. E ele achava que fazer televisão era prostituir a arte, porque não era sempre que tinha esses do Folia Philips, que era uma vez por mês, era uma coisa assim que tinha e não bastava. Então, ele deixou e não dançou. Mas ele sempre me apoiou, esteve sempre junto, sempre me ajudava nos ensaios. Sempre tem que por perto.

E nós tínhamos um espetáculo marcado. Então, daí ele veio e dançou comigo. Eu tenho até... Daí meu marido dançou comigo, mas daí ele não podia dizer, ele punha outro nome, ele punha peruca, porque ele tinha vergonha de dizer que era bailarino. Daquela época que ele tinha vergonha. Então, eu tenho até uma foto minha e da minha filha, ah... dançando no palco com ela, bonitinha. Ela tinha uns oito anos nessa época.

Ela fez balé, mas ela não gostava muito de balé. Então, na época ela queria largar. Daí eu falei, filha, você vai fazer primeiro, porque eu vou todo dia dar aula, eu dou aula. E você vai fazer não como para ser bailarina. Você não quer ser bailarina? Não precisa ser bailarina. A dança é um excelente exercício. Assim que você põe um aparelho no dente, para os seus dentes ficarem alinhados, você fazendo uma boa aula de dança, você tem graça, você tem postura física, você vai adquirir uma série de coisas que a dança dão. E forcei um pouco ela a continuar a dançar. E depois, no final, ela deu aula. Daí, depois, eu tive o Ballet Teatro. Daí, o meu outro filho nasceu um pouco antes do Ballet Teatro.

Eles têm oito anos de diferença. Mas eu tive filho e já estava, depois de dois meses, já estava dançando de novo. E daí esse meu filho, ele é oito anos mais novo que ela, então eu falo que eu tive dois filhos únicos, porque ela foi filha única até os oito. E ele também era um filho único, porque depois dos oito anos ela mimava ele, dava colo, dava tudo, então eu tive dois filhos únicos. Ele não casou. Meu filho, mas minha filha casou, tenho três netos que já estão na faculdade, os três netos, já tenho um formado. E também na minha neta eu pus também para o balé, na época eu estava no estágio, ela fazia aula no balé estágio. E nessa época já minha filha lecionava também no balé estágio, ela dava aula para babies, que a gente fala no balé estágio. Minha filha dançou comigo nesse grupo que eu tinha amador do balé estágio, ela dançava comigo. Ela gostava. Depois que eu forcei um pouco, depois ela gostou da dança, daí ela queria dançar por conta própria mesmo. Mas não foi bailarina. E daí minha neta nunca gostou, não quis, aí minha filha não forçou, ela queria fazer natação, queria esporte, então saiu. E quem eu acho que tem mais tendência é o meu neto, o do menor, que ele é todo do movimento, ele vira pirueta no ar, ele vira da dubletura, mas dança não faz. É o que eu sinto que puxou a veia de arte. Hoje em dia, um dos meus netos faz design, está se formando esse ano pela FAAP, e ele é muito artista também. Ele tira foto, que é uma beleza, já fez uma exposição de fotos. Ele é muito criador e ele está... Agora ele está... Ele e um colega formaram uma firma e montaram uma produção de wake skate. É um skate que é feito em cima da água. E é usado com bota, não de bota fixa de pôr, é uma bota. É uma coisa que não tem no Brasil. Eles que estão trazendo para o Brasil, só tem nos Estados Unidos. E ele está até nesse... Agora com as pranchas dele, nesse... Nesse show boat de barcos, é uma feira que tem de barcos e ele está com uma estante e veio gente comprar da Rússia as pranchas dele, então ele se deu bem.
<laughs> Ótimo!
E minha neta está fazendo faculdade de engenharia de produção. Ela é muito inteligente e já está trabalhando em banco, um banco aí que chamou ela para trabalhar, mas como estagiária. E o outro menor, ele trabalha na marketing, produção de propaganda e marketing. Está na faculdade e chegou agora, ele passou seis meses na Espanha, foi estudar na Espanha. E voltou agora. Uma família bonita.
<laughs> Com certeza.

Você está fazendo book.
Ah, pois é. Por que surgiu atrás de fazer o book? Então, agora foi até engraçado.

Então, nós fomos fazer um teste numa propaganda. E eu fui, mas não passei, porque eles queriam senhora de cabelinho mais branco, eles queriam senhora, senhora. Mas daí eu levei meu filho, porque ele é muito bonito, e ele é freelance, ele faz um monte de trabalho assim, que não tem um trabalho fixo. E eu levei meu filho, e ele se deu muito bem, ele começou a fazer a propaganda, hoje em dia ele faz, ele trabalha com isso, ele faz bastante filmagem de propaganda, vários filmes, e ele falou, mãe, por que você não faz? Eu quando eu tinha, estava mais dedicada para o ballet, eu falei, não, eu faço meus ensaios, eu tenho minhas coisas, não queria. Mas aí, desde que eu parei, ele fala, mãe, não fica aí parada, vamos fazer alguma coisa. Daí ele me levou na agência e eles começaram a me chamar para... É produção, quando precisa de muita gente, é figurante, quando precisa daquele bolo de jeito que não aparece muito, eu entro. Daí as moças falaram, ah, você devia fazer um book, ser tão bonita, faça um book, porque sem o book, eles escolhem por fotografia, precisa ter fotografia. Daí o mês passado eu agendei, fiz um book, Então agora estou levando em outras agências para chamarem mais papéis especiais. Já fui fazer um teste, que ainda não entrei, mas já, <coughs> mas já tem perspectivas de fazer coisas.
A nova carreira. <coughs>
É, e é gostoso, é uma coisa descompromissada, né? que a gente fica nos estúdios gravando, está dentro da arte também. <laughs> Então é isso que eu estou fazendo no momento.
Quer perguntar alguma coisa? Acho que abordamos tudo. <coughs>
Falar um pouquinho do meu marido. Então, só falar isso, que eu já estou cinquenta e um anos casada e hoje em dia é difícil ver quem chega nessa idade. E ele sempre me ajudou muito dentro da arte, dentro dos balês. Todo o ballet que eu dançava, ele era, ele fazia produção, ele ajudava em produção, ele ia atrás, ele distribuía convite, aquelas histórias. Então, foi um grande companheiro.
Ele se dirigiu para que lado?
Ele se apagou um pouco. Ele até teve muitas depressões. Acho que é um pouco por ele ter anulado esse lado artístico que ele tinha. Ele ficou... Teve épocas que ele teve depressões muito fortes, ele sofreu bastante com isso. Eu acho que ele se tolhiu um pouco, mas isso é muito da cabeça da pessoa, né? porque se ele tinha vergonha de dizer que era bailarino, então ele não foi capaz de se expressar dentro daquilo que é da arte dele. Ele faz esculturas muito bonitas, ele podia ter derivado para ser... para fazer cenários, para outro tipo de arte, né? Mas ele, ele buscou outro ramo, né? Comércio. Ele ficou, ah, diretor de uma firma de um primo meu durante muitos anos, vinte e cinco anos ele trabalhou. Ele ficou como diretor empresário mais, assim.
É que hoje já é difícil, né? É. Alguém sobreviver de arte, ainda mais um homem.
Naquela época, então... Naquela época tinha muito preconceito. Muito, né?
Era muito preconceito, ele não... Até, se não me engano, se tiver errado, você me corrige. Até naquela época do quarto centenário, foi muito difícil achar rapazes.
Era, e eles eram até mais crus que a gente, porque não sabiam muito, mas tinha que aceitar e ensinar lá no balé e ir aprendendo, porque... Não tinha muito.

E, em geral, falavam que quem ia para a dança era prostituta, que não era gente fina, não era bonito, e ser bailarina profissional. Até que meus pais foram liberais. <laughs> É, né?
Eles tinham alguma preocupação com isso?
Não, não tinha.

A herança deu, por exemplo, para todas nós que fomos do quarto centenário, nós somos muito profissionais. Quando nós fazemos uma coisa, é muito, quer dizer, respeitando o horário.

E isso refletiu. Todas nós que abrimos escola, que ensinávamos, a gente tinha um gabarito.
E de formação profissional, de dança?
De dança, tinha. Todo mundo saía com muito mais padrão de arte dentro de si. Né?
De alguma maneira, isso passou para o trabalho que vocês fizeram?
Passou, passou. Sempre passou. Eu vejo cada uma.

Se você puder definir dança, o que que é dança para você? Para gente acabar nossa entrevista.
Dança, para mim, é uma coisa que vem da alma. E eu acho que o brasileiro, ele tem muito disso. O brasileiro, ele é muito artista. Ele gosta muito da dança, não só da dança clássica, mas da dança, quer expressar com o corpo, quer dançar, expressar com o corpo.

E hoje em dia é incrível o que a dança, cada vez se fica mais boba de ver como tem coisas para se expressar. Outro dia, agora, semana passada, eu estava na casa lá com os meus netos, me mostraram esse que teve na Espanha.

Mas o trabalho que ele fez, eu vi em vídeo, meu neto disse que tem no YouTube, não sei como é que fala, Mas eu fiquei boba de ver que coisa mais linda que está fazendo, só com mãos e com expressão de corpo. Então, cada vez se descobre mais, né? como o Circo de Soleil, agora a arte no circo. É maravilhoso o Circo de Soleil. Então, cada vez o que a arte vai descobrindo... Então, eu acho que dançar... É mais que você se expressar com o corpo. E quando você dança, eu acho, pelo menos para mim, eu acho que você tem uma ligação com o divino. Você desperta uma coisa que é de harmonia, que é de beleza. Mesmo quando você está no grotesco, você está propositalmente no grotesco, querendo dar uma mensagem. Porque eu acho que a dança, a arte, principalmente o balé clássico, ele mexe muito com o divino dentro da gente, que é o equilíbrio, que é a perfeição, que é o buscar o... Então, até falei, a gente, o professor de balé, principalmente o de balé clássico, ele é muito crítico, porque ele fica vendo todas as minúcias, o que tem de errado, mas não é errado, o que tem para ficar mais bonito, não é? Então, até durante um tempo, eu trabalhei comigo mesmo de ser menos crítica, porque, ah, para a vida isso não é bom, a gente ser crítico. Mas a gente tem muito uma noção de beleza, de harmonia. Quem fez o balé clássico, ele dá isso.
Com certeza. A última pergunta, eu prometo. É ... O que você achou de ter... Você já falou muito sobre o quarto centenário, já teve outras entrevistas, mas o que você achou de ter deixado a tua trajetória de vida registrada aqui no museu?
Não, eu achei assim, é importante porque o brasileiro, aqui o Brasil, ele não tem nada arquivado. Então, eu vejo, eu dancei tanto em televisão, eu fiz todos os programas da TV Cultura na época, pegou fogo tudo da TV Cultura. Na época, as coisas que tinham gravado de balé, Eles apagavam, porque eles não tinham dinheiro para muita fita, apagavam para filmar outra coisa em cima. Então, não tem registro. O brasileiro não tem muita memória. E nós fomos uma coisa muito importante, foi uma coisa que é um lastro antes e depois do Ballet do Quarto Centenário. Ficou uma etapa que firmou, que deu um registro de profissionalizar o bailarino, de respeito ao bailarino. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo é uma coisa importante, não só para nós, mas para os outros que estão vindo agora.

Então, eu acho que vocês estão de parabéns. E eu acho que não só para a dança, porque vocês fazem de outras áreas também. Então, acho que as outras áreas também têm que resgatar né? Essa criação, tudo que é de criação, tudo que é do ser humano, que se coloca, que se projeta, que dá de si, né? Eu acho isso muito bonito. Acho que vocês estão de parabéns. Já me sinto uma peça de museu. <laughs> Acho que é agradecer a sua presença aqui. Foi muito bom.
Para a gente é sempre muito bom te ouvir.
É muito bom.